Ponto de Cultura Museu Aberto, depoimento de Rita Maria dos Santos, entrevistada por Júlia Basso, São Paulo, dezesseis de setembro de dois mil e oito, realização Instituto Museu da Pessoa, net, entrevista número PCMA... Rita, para começar, eu quero que você fale seu nome completo, o local e o ano do seu nascimento, a data do seu nascimento.
Meu nome é Rita Maria dos Santos Eu nasci na Roça né, numa cidadezinha próxima a Camacã. É no sul da Bahia que essa cidade fica.
E você morava na Roça com quem?
Eh eu morava com meus pais né, no começo.
E qual é o nome da sua mãe? Minha mãe é Lindaura Maria dos Santos. Ela é viva? É. E o que que ela fazia quando você era criança? Você se lembra dela da época quando você era criança?
Eu lembro. Ela sempre ajudava meu pai na roça, eles plantavam, colhiam, eh mexia com pesca, essas coisas.
Uma vida meio indígena. <laughs> É? É. E a casa era perto da roça?

Para dizer a bem da verdade, eh a casa ficava no meio da roça. Então eles fizeram um roçado bem grande, né? E ali no meio construíram a casa.
E eles já eram de lá? Eles nasceram lá?
Na região, né? Não ali naquele local, mas naquela região mesmo.
Quem mais morava com vocês? Ah, tinha meus irmãos também.
Nós éramos em cinco. Quais os nomes deles? Tinha a Carmem, a Maria José, o Carlos, a Nivalda e eu.
E seus avós moravam perto de vocês? Moravam. Na mesma casa? Não, na mesma fazenda, né? Ah, era uma fazenda. Era uma fazenda. E eles eram os donos da fazenda?

E o que que eles plantavam nessa fazenda, você se lembra?
Olha, aquilo que eh... A gente plantava coisa assim para, eh tipo, mandioca, que era para o consumo da família, né? Mas eles lidavam mesmo com cacau. Cacau?

E você acompanhava eles na roça?
Ah às vezes eu ia, mas eu era pequena, né? Gostava só da folia.

Tinha muita fruta, então a gente ia para catar laranja, assim, e brincar mesmo.
E que tipo de brincadeira que a roça despertava, assim, em vocês?
Ah, a gente subia nas árvores, brincava de esconde-esconde, né? Nadava nos rios, tinha muito rio por lá. É? Você gostava de nadar? Gostava, eu gosto ainda até hoje.
E com quem você ia?
Ah, eu ia com meus irmãos, eh alguma criança, assim, filho da da da vizinhança, né? Que tinha bastante vizinhos de fazenda. Então, a gente formava uma turminha e ia tomar banho nos rios.
As represas. E qual a brincadeira que você gostava mais, assim, que te traz uma memória gostosa?
A gente não tinha brinquedo, né? Era tudo muito pobre, tudo. Apesar de ser filha de fazendeiro, a gente não tinha brinquedo, não tinha nada. Então, a gente mesmo confeccionava os nossos brinquedos com os cacauzinhos pequenos, né? Que minha avó ficava danada, queria esfolar a gente, que era caro, né? O cacau é muito caro. Então, a gente fazia com madeira, com... Um material assim que a gente colhia ali mesmo na redondeza. Então, a gente fazia boneca de pano. Eu gostava de fazer boneca de pano. Desfiava os panos, fazia os cabelos dela.
Basicamente, a brincadeira era essa. E você chupava o cacau?
Ah, sempre.

O que mais que vocês comiam na sua infância?
Muita fruta. Na fazenda, minha avó tinha muita jaca.

Muita jaca, muita laranja. E... Praticamente, eu levava a vida mais assim... No campo, comendo olhando fruta mesmo e comendo.
Eu quase não almoçava em casa, nem jantava. E você se lembra dessa casa que você morava? Eu lembro, lembro sim. Me conta um pouquinho como era. Você dormia sozinha?
Não, eu dormia com meu pai e com a minha mãe. Eu sei que a gente subia uma escada, né na parte de cima tinha tinha uns quartos, era uma coisa muito simples, tudo de madeira, né não era nada assim. A gente subia a escada e na parte de baixo tinha a cozinha. Tinha fora tinha o terreiro que a gente varria né e tal. Tinha as galinhas que a gente criava. E seus irmãos dormiam em outro quarto?

Eu só não me lembro quantos quartos tinham. Mas acho que tinha bastante, porque o espaço era grande. Então, dava para fazer uma casa bem grande, né com vários quartos. Eu só não sei a quantia. E a cozinha era um lugar que você ia bastante? Ah, essa eu não lembro, não.

Mas acredito que não. Lá não tinha nada interessante. Não tinha doce. Então, eu não não ia. Não gostava, não.
E você foi para a escola nessa época?

Mas você aprendeu a ler?

Você foi aprender a ler depois? Eu vim aprender a ler, eu estava com vinte anos. E como eram esses vizinhos? Era próximo? Ah é
É, assim... Um quilômetro, dois eh. Não era tão próximo, não. Mas eles eram bacanas, viu? E como que você encontrava com eles? Você ia até lá? Eles iam na nossa casa. A gente ia para casa deles. Era quase assim eh... A gente se relacionava como vizinhos mesmo, né? Apesar de morar bem distante um do outro.
E esse caminho era estrada? Estrada de terra. E tinha qual cidade perto, Rita? Você se lembra?
Cidade não tinha. Tinha um um um vilarejo assim, né? Que chamava Santa Luzia. Hoje acho que já virou cidade. E você ia lá?

Ia muito. E o que que você ia fazer lá? Ah, a gente ah... No começo a gente ia passear, né? Ia comprar... Tinha loja, né? Ia comprar tecido, fazer roupa, tudo. Aí depois nós mudamos para lá, né? Aí aconteceu. O meu pai abandonou a minha mãe, né? A verdade foi essa. E aí nós ficamos sozinhos. Minha mãe ficou, né, tendo dificuldade para criar gente. Então nós mudamos para cidade. Ela foi lá tentar a vida, né?
E aí deve ter sido diferente, né?
Aí mudou tudo. Aí eu já não tinha mais moradia certa. Aí minha infância tumultuou tudo. E aí, pronto, eu ficava um pouco na casa de um parente, um pouco na casa de outro. Sofria muita humilhação. Então, foi foi difícil mesmo. E
E sua mãe ia na igreja, seus pais?
É, minha avó era evangélica, né? Mas minha mãe não... Ela era admiradora, assim, mas não... Eu fiquei emocionada agora. Desculpa, tá? Sim. Minha avó sempre foi evangélica.
E na cidade?

O que que acontecia lá na cidade que você se lembra? Você ia em festa? Tinha... É, tinha uns parquinhos, né?
Que a gente eh... Não era igual aqui. Era tudo assim, muito simples e tal. Tocava aquelas músicas antigas, né? Essas coisas eu me lembro bem. Tipo, quais músicas? Vixe, agora eu não lembro não. Aquelas com a Alcione colcha de retalho, sabe? Aquela colcha de retalho que tu me deste. Você conhece essa, né? Dessa eu me lembro bem.
E onde que você escutava essas músicas?
A gente ia até o parque, né? Lá tinha aqueles namorados que também dedicavam essas músicas. Essas e umas outras parecidas com essas, da mesma época. Então, oferecia para as namoradas, tudo. E era isso. E era música tocando ao vivo?

Eu nem sei o que que era. Que você.. você não não existia, né? Disco de Vinil. Será que era Disco de Vini? Eu acho que era. Não me lembro, não.
E essa época que você foi para cidade, você tinha quantos anos, mais ou menos, Rita?
Ah tinha uns sete anos, mais ou menos.
E você viveu lá até quando? Olha
Na verdade, eu não vivi lá. Eu fiquei eu ficava um pouco, como eu te falei, né? Um pouco na casa de um parente, um pouco na casa de outro. Aí minha mãe separada, conheceu outra pessoa, né? E aí ele não não quis saber da gente. E aí piorou a situação, porque cada um foi para o seu canto, né? E eu fiquei ali. Depois de um tempo, ela foi morar com ele, como eu era pequena, né? Ainda era pequena. Aí eu fui com eles. E lá era muito ruim, nossa porque ele ele me tratava com muita indiferença. Então, eles tinham um casal de filhos e eu era como se não existisse ali na casa. Então, essas coisas, eu me lembro, foi muito fortes na minha vida.
E os seus irmãos nessa época?
Ah, foram todos embora, né? Uns foi vir aqui para São Paulo, outros foram para Goiás. E a família simplesmente se desmantelou.
Mas aí você não morava com a sua mãe mais?
Não, eu fiquei morando com ela um tempo, né? Acho que da dos dez anos até os Mas aí aos treze anos meu padrasto resolveu querer abusar sexualmente de mim. Eu contei para minha mãe e ela não me apoiou. Falou, não, não sei o que e tal. Aí mandou eu ir embora de casa. Não mandou assim, né? Mas arrumou as trouxas. Ele me deixou na casa de uma irmã, arrumou um emprego para mim no Rio de Janeiro, que eu nem conhecia, não sabia aonde eu ia trabalhar né. E depois uh o suposto patrão mandou avisar que não me queria mais, porque tinha uma outra pessoa. Aí eu fiquei lá, né sem saber o que fazer. A minha irmã falou, vou levar você de volta para a casa da mãe, porque eu não tenho, não dá para cuidar de você. Então eu morava na fazenda também. Aí nisso apareceu, eu fiquei pensando, o que eu vou fazer da minha vida, meu Deus? Eu passava dias na beira do rio, tinha um rio grande, né? E eu lá pensando, o que eu ia fazer? Aí eu comecei a pensar, acho que eu vou até Itabunas, né? E lá eu peço para o juizado de menor me abrigar, porque é o único o único caminho que eu vou estou encontrando, né?

Do nada apareceu um rapa dois rapazes lá, diz que tinham vindo aqui de São Paulo e tal, e estavam ali. Foi arrumar serviço para ganhar um dinheiro para voltar. E ficou por ali. Ali. Aí minha irmã contou para ele o que tinha acontecido comigo com o meu padrasto, né? E ele me abordou um dia e falou, ah, eu estou sabendo o que aconteceu com você e tal, né? Eh eu vou para São Paulo, se você quiser eu te levo. Aí na hora eu pensei, falei, não, mas eu tenho que pensar, não posso ser assim, eu nem conheço você. Não sei se eu disse isso, mas eu acho que eu devo ter dito isso. Aí depois eu comecei a pensar, falei, bem, eu não tenho muita alternativa, né? Aí ficou, só que ele me enganou. Daí ele me levou para casa da mãe dele, né? Abusou de mim sexualmente, ficou abusando muitos anos. Acho que uns três, quatro, uns cinco anos. Quatro para cinco anos. Até que a minha irmã ficou sabendo da história toda que morava aqui. Foi a minha procura, né? Ele veio aqui para o para o litoral, aqui em Santos. Morava no Bananal. Aí a minha irmã me procurou. Chegou lá, tinha dois filhos já, com ele. Ah, nós estava numa pobreza. Eu não tinha nem colchão, não tinha roupa, não tinha nada. Vivia, sabe, tipo hippie, assim. Aí a minha irmã falou, não, mas isso não está certo, não. Eh eu vou levar você para São Paulo, para para a capital, né? Eu tenho casa, tudo. Aí ajeitou, comprou eh alugou uma casa, comprou os móveis e colocou a gente lá. Só que aí ele começou a beber muito. Bebia e bagunçava.

Aí a minha irmã chegou e falou, olha, não vai dar. O jeito que deu, você pega as crianças, leva na casa da mãe dele, para ela cuidar, e você vem para cuidar da sua vida. Aí foi combinado assim. Aí eu levei as crianças lá e voltei. Só que daí, quando eu cheguei aqui, cadê o trabalhado? Aí eu estava grávida de novo, né? Aí eu falei, e agora, né? Fiquei, aí minha irmã falava, ah mas aqui, ah agora você vai ter que cuidar da sua vida. Eu arrumei emprego numa pensão, a mulher dava almoço, assim, para os rapazes da fábrica, né? E eu trabalhava lá e morava lá. Basicamente, a troco de comida. Aí, quando a criança nasceu, não tinha nem para onde ir. Apareceu um casal, falou, se você quiser, eu cuido para você. Até você se aprumar na vida. Eu aceitei. Falei, está bom. Não tinha muito o que fazer mesmo. Aí, passado um tempo, eu voltei lá para ver a criança, mas eu fiquei com dó, eu não tive coragem de pegar. Estava tão bem cuidado, registrado, porque aqueles que eu tive a companhia dele, nem registro de nascimento, ele não tinha. Se bem que lá na Bahia é normal o pessoal não registrar os filhos, né? Então, eu falei, ah, não, sei lá, é injusto, né? Como que ela cuidou tudo, né? Como que eu vou fazer isso? Aí, deixei, não não quis mexer com isso. Aí, comecei a pensar na minha vida, falei, bem, eu vou ter que... ver o que que eu vou fazer. Primeiro vou ter que me matricular na escola e começar a estudar. Aí fui para o Mobral, você acredita? Aí estudei no Mobral. Fiquei nem uma louca mesmo. Trabalhava, estudava.
Aí... Aqui em São Paulo.
Aqui em São Paulo. Depois terminei o Mobral, fiz uh o primeiro grau. Depois fiz o segundo. E fui planejando, né?

Falei, bem, eu vou... Eu vou ver como é que se cria uma criança, o que que se tem que se oferecer para uma criança para ela ser feliz, porque eu era infeliz e muito triste, só não era revoltada. Aí eu falei, bem, eu acho que uma criança precisa de amor, de carinho, de respeito, né?

E fui pensando, falei, a gente tem que arrumar outra família, mesmo porque o pai daqueles meus filhos lá estava me ameaçando de morte, então eu não ia mais lá, né? Então, no no onde eu estudava... Tinha um colega meu, né? A gente acabou namorando e tudo, e acabamos casando. Eu tive dois filhos com ele, né? Estava tudo bem, nossa, uma beleza. Eu achando que ele estava feliz, porque eu me dedicava de corpo e alma, eu era assim, sabe? Aquela dona de casa exemplar, porque para mim eles precisavam daquilo para crescer. Feliz, porque eu não era, então... Do nada, eu comecei a descobrir que ele não não não estava contente com aquela situação. Porque ele esperava uma esposa empreendedora, né tudo, e eu não era nada disso. Eu estava preocupada com a família. Aí ele começou a pedir separação. Não, eu queria me separar porque não foi isso que eu quis para mim, não sei o quê. E eu falei, não, não é possível. Eu fiquei dez anos que eu estudei, durante esse tempo eu fui pensando né como que poderia ser a vida de um familiar.

Então, a gente frequentava um centro cardecista na Vila Mariana. Então, aos sábados, tinha um plantão de consulta, né? Aí eu falei para ele, está bom, eu te dou a separação, mas vamos lá no centro primeiro conversar com os irmãos para saber o que eles acham disso. Nossa, quando eu cheguei lá, para minha surpresa, ele me deu uma bronca. Falou um monte para mim. Porque você está querendo trazer ele na coleira, não sei o quê. Deu a entender que eu estava sufocando uh o meu marido.

Eu fiquei danada com aquilo. Eu chorei, fiquei brava, voltei para casa. Falei, ah quer saber de uma coisa? Eu sofri tanto. Me bati a vida inteira, estudei, tentei descobrir o que que que seria bom para uma pessoa. Depois que eu descobri, comecei a pôr em prática. Não serve, ah pois agora eu vou começar a ir lá todo, toda vez que tiver trabalho eu vou assistir, porque eu quero saber da boca dele o que é que eu devo fazer na vida, né como que eu devo me comportar. E foi um desaforo muito grande. Eu fui, aí eu ia, tinha trabalho às terças, quintas e sábados, né? Eu ia e ficava lá com o ouvido aberto e a mente. Queria aprender tudo, parecia uma esponja. Aí ele foi falando que a gente não não conseguia eh... Começa a evoluir, né? Se tornar pessoas assim. O que ele quis dizer foi isso. Compreensivas, tolerantes por causa do sentimento negativo. Aí ele falou que é por causa da inveja, do ciúme e tal. E eu fui prestando atenção. Chegava em casa, dava para trabalhar isso, o desprendimento desse sentimento, né? E aí começou a clarear a minha mente assim, sabe? Nos olhos também eu percebi uma claridade. Percebi uma claridade, eu comecei a voltar lá. Eu sentia que alguma coisa também estava sendo introduzida através da minha cabeça. Cada vez que eu ia lá, entrava um pouco. Até um dia varou os pés. E aí, quando quando foi um dia, eu acordei de manhã, parece que meu ouvido estava cheio de água. Eu fiquei pensando, nossa, eu ouvi uma voz que dizia, não sei se era Blum ou ou Bum, uma coisa assim. Eu fiquei escutando, falei, mas que será que pode ser isso? Aí me veio na mente que era o meu protetor, né? Não sei se você você acredita nisso, mas a gente tem protetores da guarda, né como queira. Aí me veio na mente, eu resolvi conversar mentalmente com ele, e ele respondeu. Aí falou para mim, que disse que, eu acho que ele se aproximou só para falar isso, que tinha sido apagado todos os meus pecados. Não foi meus pecados, ele usou outro termo, mas foi isso que ele disse. Que a partir dali eu poderia, eu era uma pessoa livre, é como se tivesse sido apagado o livro da minha vida e eu deveria escrever um outro. Eu poderia, eu tinha essa liberdade. Aí eu fiquei muito contente, porque eu gostava muito de astronomia né, daí o nome dos meus filhos. Ah, pode contar essa história aí. Aí eu peguei e falei, para ele assim, eu acredito mesmo em reencarnação, eu sou espiritualista, né? Eu falei para ele assim, eh se porventura eu teria sido estudar astronomia em outra vida e tal, aí ele falou que que sim, ele falava afirmativo. E eu dava para ouvir direitinho.
E Rita, como que foi essa aparição? Você estava aonde você estava que você viu essa pessoa falando com você?
Não, eu não ouvi, não.

Eu ouvi. Dentro da minha cabeça. Bem, então, aí ele pegou e falou para mim, afirmativo, realmente eu tinha ido para a astronomia em outra vida. Aí eu fiquei contente, porque eu não conseguia, eu fiquei tão assim, perdida, né traumatizada, que eu não conseguia me concentrar. Eu chegava a comprar livros, eu ia no planetário, tudo, apaixonada por astronomia. Aí eu quis logo que ele desbloqueasse alguns conhecimentos daquela vida, né? <laughs>
Eu falei, mas não dá.
para desbloquear eh o conhecimento de vidas passadas. Assim. Aí ele não respondeu, não. Depois ele passou uns dois minutos, ele voltou e falou assim, é a primeira vez que está sendo feito isso aqui na Terra. Eu falei para ele, ah então eu estou sendo a cobaia. E ele não falou nada, não. Mas daí começou, sabe, eu fui pentear o cabelo lá no salão. Nossa, eu comecei a conversar, sabe, com a desenvoltura muito grande. Até o rapaz comentou, falou, nossa, você... Deve ser horrível viver com você embaixo do mesmo teto. Você sabe tudo quanto é assunto, você domina as coisas, mas eu não dominava coisa nenhuma. <laughs> Aí parei e falei, poxa, acho que eu já conversei demais. Ele falou, não, a gente está testando. Mas daí, como foi no final do dia, o dia foi passando, né? E eu fui como uma bola, murchando. Fui murchando, fui perdendo o equilíbrio. Depois eu fiquei fraca, não conseguia nem andar. Não conseguia ficar dentro de casa assim, começava a ficar tudo largado, não cuidava mais de nada, não conseguia fazer. E aí as coisas foram acontecendo assim, né? Desses Depois de de que aconteceu isso, aí eu vivi muitas experiências. Eu fiquei, tipo, um pouco aqui e um pouco, digamos assim, no mundo espiritual, né? E lá eu via muita coisa, eu ouvia, teve coisas interessantes, tipo... Uma cidade que eu via muito. Então, quando eu saía fora na rua assim, durante o dia, fiquei uma semana vendo isso. Então, eu vi uma cidade amarela assim, parecia um ouro bem fininho. Tinha as ruas, tudo bem definida, né? Só não tinha árvore nem nada. Eu falei, mas Jesus, eu não posso ficar vendo essas coisas, está me perturbando. Era assim como se minha visão estivesse dividida. Eu via aquela cidade no horizonte e o mundo que a gente vive. E aquilo foi me incomodando, né? Aí depois... Bem, aí foi tirada a visão. Eu não vi mais aquilo, não. Depois, eu outro dia, acho que foi durante o sono. Durante o sono
E, Rita, nessa época, você morava com quem? Você morava aqui em São Paulo?
Estava casada. E o meu ex-marido, ele ficou tão envolvido com uma menina lá. Parece que foi tudo ajeitado, sabe? Parece que foi tudo ajeitado mesmo. Que ele nem viu isso que aconteceu comigo, menina. Tu acredita numa coisa dessa? Eu lá, quase morrendo, o homem não via.
E você já tinha seus filhos?

E de onde que veio o nome de matemáticos que você estava contando? Fala um pouquinho. Eh
É, por isso, porque eu sempre gostei muito de astronomia, era admiradora, assim, incondicional, de de dos pais da matemática, né? Eu gostava muito de astronomia mesmo. Eu tinha um sonho até de estudar essa ciência, né? Mas eu ia estudar como? Com aquela vida arrebentada, eu nem tinha condição. Você já gostava antes de ter essa visão, de escutar? Quando eu comecei a frequentar a escola, que me apresentaram a geografia, eu já me apaixonei assim, de cara, sabe? Então, é como se eu tivesse... Sabe quando você reencontra alguma coisa? E quando eu era criança lá na na na na fazenda, eu meu passatempo preferido era ver as estrelas, ah durante o dia e durante a noite. Eu ficava a noite toda, quer dizer a noite inteira eu não ficava, eu dormia, né? Mas durante o dia, nossa, era o meu passatempo preferido. Eu via mesmo elas lá em cima, branquinho, né?
E aí você veio para São Paulo, só voltando um pouquinho então, você veio para São Paulo sozinha, para ficar na casa da sua irmã.
Não, não vim. Eu É que eu não falei para você. A gente estava lá no sítio, eu com com o rapaz que me raptou da casa da minha irmã, com com os filhos e tudo. E a minha irmã, eu falei, não gostou da situação que ele estava vivendo. Ela ficou triste, né? E aí ela trouxe a gente para cá. Mas aí, aconteceu toda essa baderna que eu citei para você.
E aí você veio com os seus filhos para cá, para ficar na casa dos seus irmãos?
Mas ele veio também. Ah, ele veio também. Só que aí é muito difícil, né? A minha irmã já vivia aqui há muito tempo. Tinha o filhinho dela, então... Era outra vida, né? Para conviver com a gente não não tinha jeito.
E vocês, quando você chegou em São Paulo, você foi trabalhar com o que, Rita? Doméstica. E onde você morava? Você lembra? Eh
Primeiro eu fui trabalhar naquela casa que eu te falei, né? Na pensão. A mulher servia almoço e eu trabalhava lá. Aí depois eu fiquei doente. Aí eu eu tinha uma uma cunhada do... da minha irmã, era com cunhada. E ela era enfermeira do Hospital das Clínicas. Ela me acolheu na casa dela, inclusive eu queria dedicar a ela, porque ela já faleceu, mas ela era um anjo aqui na Terra, sabe? Era uma pessoa maravilhosa, nossa. E ela me acolheu, o nome dela é Juventina. Ela me acolheu na casa dela, o esposo dela, o Pascoal, também era uma pessoa assim, muito acolhedoras mesmo. Aí eu fiquei morando na casa dela um tempo, eu fui para o fui para o pensionato, Porque tinha que cuidar da minha vida um pouco, né? Também Comecei a estudar tudo, comecei a trabalhar. Aí a vida foi melhorando.
E como foi começar a estudar? Como que você descobriu o Mobral e resolveu voltar a estudar?
Ah, isso aí eu não me lembro, não. Acho que eu conversei com alguém, né? Acho que manifestei um interesse, assim. E alguém deve ter me indicado. Não lembro bem. Mas eu queria terminar o... O segundo grau, na época né, porque eu queria fazer faculdade. Mas foi daí quando aconteceu isso isso que eu tive que relatar para você. Lá no centro. Aí pronto, aí acabou a faculdade. Mas eu ia te contar mais alguma coisa re referente às visões que eu tive né. Teve Algumas eu estava acordada, como se eu tivesse sido... Tipo de um desdobramento. E outras eram durante o sono. Eu sei que no começo, eu estava dormindo, aí me levaram para um lugar, um homem, ele tinha a boca cheia de luz. E ele me levou lá para cima, eu sentia que eu estava lá em cima mesmo. Aí ele pegou, eu sei que tinha alguns rapazes, ele formava um círculo, assim eram uns quatro ou cinco, se vestiam todos iguais, com uma túnica, tinha uma faixa marcando a cintura, parecia que tinha a mesma idade. E eles ficaram lá, né e eu olhando, aí ele falou para mim assim, você não vai chamar Jesus? Aí eu falei, aí eu estava tão feliz menina, porque aquela tristeza toda que eu tinha virou tudo em alegria. Eu fiquei tão feliz que eu andava na rua, parece que as luzes tinham uma outra cor, apaixonada por música. É como se eu tivesse mesmo ficado em um estado de alfa. É alfa que fala?

Eu acho que é isso mesmo. De graça, não é alfa. Não, estado de graça. Aí eu peguei ele e falei, você não vai chamar a Jesus? Eu chamei. E ele se transportou de algum lugar, veio ficou na minha frente assim. Aí dali eu aconteceu várias coisas. Tinha um um lugar assim, de lá vibrava uma luz. Era um filete de luz só, não era uma luz grande. Então ficou vibrando aquela luz, vibrando, vibrando. Eu sei que, nossa, aquilo lá me deixou assim, mexeu muito comigo. E Jesus colocou nos meus pés uma uma sandália, igualzinha a que ele usava. Ele colocou aquela sandália nos meus pés, né? Aí eu acordei. E teve também, assim, tipo, contato com... com pessoas assim que a gente via que não era desse mundo aqui, desse planeta. Uma vez apareceu na minha frente um assim, desse tamanho. Ele era era um ovo bem um ovão gigante, sabe? Os olhos dele também eram dois, tipo, dois ovos assim. Bem verdinho, ele ficou me olhando, ele queria me agredir. Ele falou assim para mim, Você atravessou a barreira do som. Mas ele falava por telepatia, ele não tinha boca, não. Aí eu fiquei olhando para ele assim, mas do meu lado tinha um homem alto, ele tinha uns cinco metros, uns acho que cinco é exagero, mas uns três metros, assim, todo vestido de branco. Ele estava segurando na minha mão. Aí ele falou para aquele homem pequeno, não, a gente conhece a pessoa, não tem perigo, não. Só que era tudo por telepatia. Eu entendia tudo. Aí ele pegou e sumiu assim, como se fosse, como se você atira um disco e desapareceu.
E Rita, como é que era isso? Isso? Você estava na sua casa e aí de repente essas visões apareciam? Como
Algumas eu vi, a história da cidade mesmo, né? Agora essa desse homem pequenininho, eu estava meio dormindo, não era aquele sono. Era uma coisa assim. Depois aconteceu também um dia que eu vi um outro. Aí eu estava acordada. Eu deitei depois do almoço. Aí eu senti que eu fui lá para cima. De repente apareceu aquele homem lindo. A coisa mais linda que eu já vi em toda a minha vida. Ele não tinha um sinalzinho de marca de expressão. Acho que era um semideus, ele era muito lindo, eu fiquei olhando para aquele homem e falei, que homem bonito, meu Deus. Ele era cor de bronze, sabe? Maravilhoso. Aí ele introduziu, ele tinha um bastãozinho de assim, parecia de vidro, e ele introduziu no meu ventre, ele queria colocar, acho que era um embrião, parece que ele falou que era isso. Aí eu perguntei para ele se era alguma coisa importante para o universo, né? Aí ele falou assim para mim, é... Ele falou que era. Eu falei, então está bom. Está bom, beleza. Só que o meu filho fala, beleza. Aí eu falei, que quando que você vai vir retirar? Ele olhou no braço, ele tinha um aparelhinho assim, quadradinho, parecia um relógio. Mas só que parece que as informações estavam contidas ali em profundidade, né? Aí ele olhou no relógio, parece que ele falou que em torno de três meses. Só que daí eu não vi quando ele foi retirar, não. Aí eu voltei rapidinho.
E Rita, e as pessoas que moravam com você, você contava para elas as suas visões?
Ah elas vão... Conto até hoje. Meus filhos dão risada.
Do homem ver, ele se diverte. E como que foi essa época? Fora as visões, os seus filhos faziam o que? Eles estudavam? Estudavam.

Eu tinha muito cuidado, como eu tinha esse trauma que eu acabei de falar para você. Então, eu acompanhava eles nas escolas, no esporte. Eles praticavam esporte, né?

E eu acompanhava eles. Mas... Voltando ao assunto do do centro lá né, eu acho que eu não eu es pulei essa parte. Quando eu comecei a ir lá para querer aprender tudo, como que um ser humano deve ser, então eu vi que uh o mentor lá, o rapaz que que dirigiu os trabalhos, ele gostou da história. Apesar dele de eu nem ter falado nada, mas ele sabia e ele ficou me olhando. Ele falava as coisas e me olhava. E foi falando. E eu fui absorvendo, né? Aí depois ele começou a chamar. Venha, junte-se ao universo. Aí pronto. Depois eu fiquei sabendo que a pessoa tratava-se de um... Aquele espírito era um que viveu como Daniel aqui na Terra, né? Não sei se você que conhece. Daniel foi jogado na cova dos leões. Que aí um anjo protegeu ele e tudo. E o leão não não comeu ele. Aí eu fiquei feliz, falei, nossa, Daniel, eu não posso perder essa chance não, né? Você deixou, eu vou prestar bastante atenção. Aí ele chamou, aí veio, e com essas e outras eu fui indo embora, tipo indo embora mesmo. Mas eu fiquei muito feliz, foi uma foi uma experiência muito boa.
E Rita, então você levou essas suas visões lá para o centro, é isso? Você contou lá, continuou frequentando o centro?

Eu não continuei, porque daí quando eu comecei a ir lá, eu não sei, não sei se a minha fisionomia, alguma coisa deve ter chamado a atenção, que eles começaram, tipo de uma perseguição, sabe? Aí eu falei, perguntei para o irmão, onde que eu deveria frequentar, assim. Ele falou, a pessoa é o que é onde está, ele falou para mim. E a partir daí, eu eu comecei a a praticar fraternidade, né? Até que eu fiz uma baixa muito grande, chegou no final de ano, eu estava... Pensando eu naquela alegria, sabe pensei que eu ia ver em outro assim num outro... Como é que eu posso falar para você? Eh assim não sei, eu não conseguia assim entrar na mesma faixa vibratória dos outros. Né? Aí eu falei, ah quer saber de uma coisa? Eu vou começar a tomar a minha cerveja, porque eu tomava cerveja antigamente. E depois que terminei assim, eu volto para esse estado de espírito, que é muito bom. Né não queria deixar daquele jeito nenhum. Aí, quando foi à noite, eu senti, parece que tiraram alguma coisa da minha cabeça. Nossa, eu fiquei, mas eu passei muito sufoco. Teve uma hora que eu ia indo embora e eu fiquei feliz, parecia que eu ia morrer. Aí eu esforcei bastante e voltei, né? Mas aí foi a pior coisa que eu fiz. Acho que eu fiquei bem uns dois meses vivendo no inferno. Sabe o que é o inferno? Eu não conseguia dormir, eu chorava o dia inteiro.

Aí um dia eu falei, Jesus, mas o que eu vou fazer da minha vida? Agora eu não podia ir no centro, né? E não sabia o que fazer. Aí ele respondeu dentro do meu coração. Ama o seu próximo como a ti mesmo. E aí eu comecei, sabe, a praticar fraternidade. E até hoje eu pratico, assim, intensamente. Assim, meio <laughs> meio desengonçadona, mas a gente está levando. Agora, foi um o que foi mais interessante de tudo isso é que, depois que eu comecei a praticar a fraternidade, então as coisas para mim parecem que fluem normalmente. Se eu preciso, por exemplo, de um de um de um objeto né, alguma coisa, então quando eu penso que eu vou precisar, alguém já está trazendo. Porque Jesus falou que seria assim, né então você já leu o Evangelho de Jesus. Então ele falou que se a gente tivesse a vontade de Deus, ele sabia tudo o que a gente precisava né e nos dava. Isso está acontecendo na minha vida. E como que você pratica a fraternidade? Ah, é assim, tipo... Ah, eu procuro a para as pessoas como irmãos, com o coração bem aberto, para aceitá-las como irmãos. Aí não importa a nacionalidade, a cor nem nada. Mas você vai em algum lugar? Não, não vou no dia a dia, na rua, né? Então isso aí eu pratico o tempo inteiro.
E Rita, durante esse tempo que você passou por né todas essas transformações assim interiores, você estava trabalhando com alguma coisa? Como que era a sua vida também?
Não estava, porque eu estava casada, meu marido era metalúrgico, ele ganhava bem. Mas aí ele gostou, porque antes eu brigava, porque ele arrumava paquera, que ele era um paquerador. Aí a gente brigava. Depois que eu fiquei assim, eu comecei a não me importar, porque aí eu perdi a capacidade de ter ciúme, de sentir ódio, de sentir inveja, de sentir tudo. Eu fiquei zerada. O dia eu fui lá e perguntei para o irmão, ele falou... Falei, eu não sinto mais nada, eu sei lá, eu fiquei uma pessoa neutra. Ele falou, não, mas vem outros sentimentos. Aí eu comecei a trabalhar o sentimento, porque eu sempre fazia as coisas mais apoiadas no ensinamento dele, nas orientações, né? E aí eu fui trabalhando e realmente foi surgindo. Aí hoje em dia eu sou uma pessoa assim muito feliz. Eu.. Eu eu vejo cada as vez que eu fico olhando assim o Pantanal... Então parece aquele jacaré com aquele bocão. Aí o meu filho fala, mas que bicho feio. Eu acho ele tão bonito. Eu falo, meu filho, ele é lindo. A boca dele parece que Deus né desenhou assim de acordo com a necessidade dele. Então eu começo a ver as coisas assim, sabe? Cada coisa de acordo com a necessidade dela. Então eu acho que Deus, ele não não... Não fez não fez nada por acaso, assim. Então esse sentimento é muito forte dentro de mim, de gratidão.
E você lembra, então, de tudo que aconteceu nessa época, assim, com seus filhos? Eles estavam na escola? Estavam Estavam. Eles estavam na escola.
E como que era o seu dia a dia, assim? Era muito ruim, nossa. Depois que aconteceu aquele negócio, eu te falei que eu fui parar no inferno. Aí pronto, eu não fazia mais nada, não conseguia dormir. Eu fiquei muito ruim. Sabe um tipo meio... Quando você está meio louco, lúcido? Foi assim mesmo que eu fiquei. Eu acho que foi até um castigo, você não acha? Foi por causa da ousadia. Eu disse, viu, que eu queria desbloquear conhecimento de outras vidas, né? Ficar com ousadia com o pessoal lá de cima. Não pode fazer isso, não. Hoje em dia eu me divirto. Quando eu as vezes eu converso com meu filho, eu começo a dar risada. Mas não me arrependo, não, viu? Se tivesse que fazer, eu faria tudo de novo. Perdi o marido por conta disso. Ele falou que eu viria outra pessoa. Começou a ficar indiferente, né? Buscar companhia, assim, fora de casa. Logicamente, pessoas estavam falando a língua dele, porque eu nem estava, né? Aí ele acabou indo embora. Aí quando ele foi embora, eu falei, não, aí ele foi, mas ele dava de tudo para as crianças, né? Ele é uma pessoa muito boa, bacana. Só estranhou o meu jeito de ser. Aí eu falei, não, meus filho não pode. Eu eu eu trabalhei tanto, né? Lutei tanto para construir essa família do jeito que eu que eu acho que uma família deve ser. Aí eu comecei a fazer marmitex para fora, salgado, tudo para não deixar faltar nada. Bem assim, sabe? Fazendo as coisas meio no no rumo. E com essas e outras, eles ficavam felizes. Nossa, montei um cardápio, né fazia marmitex, mas eu montei por causa deles, eles que não sabem disso. Aí falam, nossa mãe, mas o pai nem faz falta. De manhã eu arrumava aquela mesa, colocava geleia, tudo que tinha direito. Aí eles comiam e ficavam todos felizes. E com essas e outras eu fui tentan tapeando, sabe enrolando, e eles cresceram. Agora está tudo grande. Eles fazem o que hoje em dia? Aquele Tales que você conversou com ele, ele fez curso do SENAI, né terminou o segundo grau, entrou na faculdade, estava fazendo automação industrial, não gostou do curso, aí desistiu. Diz que vai começar a fazer informática no final do ano. E o outro está fazendo cursinho. E eles são assim, você não vou dizer para você que eles é não é do jeito que eu sonhei, mas ele alguma coisinha eles conseguiu captar.
Você mora ainda na mesma casa.

E como que é? Você conversa com as vizinhas? Como são as pessoas que moram lá perto de você?
Ah, eu não sei porque... Elas conversam comigo, mas não é muito, não. Porque eu eu sou uma pessoa que eu vivo meditando muito. O tempo inteiro, sabe? Assim, essa coisa. Então, eu quase não converso tanto com elas, não. Mas, quando precisa, a gente fala, assim.
E o que você gosta de fazer, assim, na sua casa?

Escutar música. Eu gosto muito de música. Quem você costuma escutar mais?
Olha, eu gosto muito desses flashbacks da vida aí, sabe? Todos eu gosto. E esse cantor nacional, eu gosto de Roberto Carlos, gosto de Daniela Mercury, que eu ouço mais Caetano Veloso, né? É música desse gênero, assim. E seus filhos gostam de música também?

Inclusive o mais velho, ele esse mais velho que eu tenho agora, né? Ele está eh fazendo, acho que uma aula de guitarra, não sei. Eu sei que ele toca na igreja, igreja católica. Você vê que coisa, né? Eu atrás de um negócio, ele atrás de outro. Mas tudo bem.
E agora com a religião, assim, como que você vive? Você vai em algum lugar, frequenta algum lugar?
Olha, eu não vou, Júlia, porque... Às vezes eu até, eu cheguei aí, que nem na igreja católica, né? Eu leio, às vezes eu leio a Bíblia, e lá a palavra de Deus condena. Que a gente não deve adorar a imagem. Eu já chego lá está a imagem da Nossa Senhora Apa.... Não que eu tenha nada contra, não. Mas se a Bíblia recomenda que não deve fazer tudo, tem que obedecer a Deus, não é não? Eu tenho isso, muito forte dentro de mim. Então eu não vou, não me sinto bem. E na igreja de crente também, porque eles falam muito em dinheiro. É toda hora, passa uma sacola e cada dia... Aí eu falo mal da igreja. Então isso tudo me choca, sabe? Porque Jesus falou que a gente... E a gente não pode servir a Deus e ao dinheiro, porque você se dedica mais a um do que ao outro e vice-versa, né? Eu levo muito a sério. Então, até esse tempo atrás, eu queria contar essa história, mas ninguém me escutava, ninguém queria saber da história. Aí, quando foi um dia, eu estava escutando um programa de rádio e eles anunciaram um produto. Eu me interessei pelo produto. Peguei o telefone, liguei para a distribuidora. Aí, uh eh quem atendeu o telefone foi o próprio... É locutor, né? Aí ele começou a conversar comigo, falou que ele era evangélico, quis logo me ganhar para igreja dele. Começou com um monte de conversa, falar negócio de apocalipse, não sei o quê. Eu fiquei aborrecida. Falei, ah, quer saber de uma coisa? Eu sou uma pessoa fraterna, eu pratico a fraternidade, não quero saber nada disso. Aí ele falou assim, aí você liga na rádio. Foi numa sexta-feira. Você liga para a rádio na segunda, que eu vou eu vou tirar uma palavra para você. Eu falei, está bom. Aí, quando foi na segunda-feira, eu liguei. Aí ele tirou a palavra. Você não acredita a palavra, fala que eu deixei a Bíblia lá, que eu ia ler para você ver. Então, a palavra é em primeiro Isaías, versículo dezoito a vinte, né? Então, lá está escrito que Deus prometeu que ele apagaria todos os pecados da pessoa, se a pessoa acreditasse nele e confiasse nele. Depois você você lê a Bíblia?

Mas aí você você procura ler o que está lá escrito. Depois eu te mostro. Então Deus prometeu. Por isso eu fiquei criei coragem para falar que ele fez isso na minha vida. Porque eu virei outra pessoa. A exemplo do que aconteceu com Paulo de Tarso. Acho que você não sabe também dessa história. Paulo de Tarso perseguiu os cristãos. Né? Então ele perseguiu os cristãos. Jesus apareceu para ele. Ele ficou cego. Depois ele recuperou a visão. Só que ele virou outra pessoa. E eu não perdi nada disso. Mas <laughs> perdi um pouco a memória né do das coisas assim. Mas eu virei outra pessoa. Eu não consigo mais pensar como as outras pessoas pensam. Eu estava falando para... Antes, eu eu nunca tive mágoa, assim, nada dos meus familiares, da minha mãe, do meu pai, porque ele abandonou a gente tudo, mas eu ficava triste com aquilo. Depois eu comecei a compreender, não, que tudo isso eles fizeram por ignorância, né? A pessoa vê subestima a outra, né não conhece o valor para Deus, a gente é muito importante. Você vê que eu fiquei aqui em São Paulo esse tempo todo, estudando e pensando, porque eu sempre me valorizava muito. Então eu falava, não, Deus me criou a sua imagem e semelhança dele. Não é possível que que eu que eu nasci para viver desse jeito, nem um cachorro jogado. Eu pensava muitas vezes essas coisas. Aí eu trabalhava de segunda a quarta, né? Terça-feira eu tinha folga. Esse Essa esse período esse dia de fome eu aproveitava para ir no necrotério, né? Ver o sofrimento dos outros. Eu não tinha, assim, não não era claro na minha mente, mas acho que no fundo do fundo era isso que acabava acontecendo. Ia para o planetário, né? Então, eu eu tinha um amor próprio muito grande. Eu tenho até hoje. Eles não deixavam me abater por nada. Passava fome, morava no pensionato. O que ganhava era basicamente pagar aquela vaga de pensão. E isso daí nunca nunca me me causou maiores problemas, não.
Você ia no Planetário aqui em São Paulo? Ia

Porque você me falou que você via a estrela lá na fazenda, né? Na
É, lá eu via a olho nu, né? Agora aqui eu ia ver aqueles, tem lá uma máquina, né, que eles passam, eu ia ver. Nossa, teve um tempo que eu estava, assim, eh muito interessada nesse assunto. Eu eu sei que na época o Carl Sager lançou um livro, né, que chama O Cosmo, não sei se você conhece. Era caro aquele livro e eu comprei. Só que, assim, eu não conseguia ler, eu nunca consegui ler um livro todo. E aquele lá, aquelas histórias de de astro, essas coisas. Então e E uh uh quando o meu protetor disse que realmente tinha estudado astronomia, aí eu quis logo saber quem era. Aí ele falou mais ou menos por cima, mas falou de uma constelação m trinta e um, ele falou para mim. Essa tal constelação. Quem descobriu aquela, quem descobriu a constelação acho que foi Nicolau Copérnico, né? Não sei se você entende, gente. Pois é. E eu começava a ler E aquilo já começou a embaralhar a minha cabeça e pronto. E nunca consegui ler o livro até hoje. Estou lendo que faz até hoje. E foi de lá que eu tirei o nome dos meus filhos.

E quando eles nasceram, você já tinha tido essas visões, não?

Não, foi depois. Foi quando o meu meu ex-marido pediu separação.
E como que foi o nascimento dos seus filhos? Você já estava interessada pela astronomia? Já, sempre estive.
Foi ótimo, né porque foi planejado, é uma coisa que eu quis. Eu casei porque quis, eu quis ter aqueles dois filhos para educar do meu jeito, ensinar o princípio para eles, né que é o cristianismo. Então, eu eu não tinha essa coisa tão grande como eu tenho agora, mas já tinha ali o princípio. Então, eu queria que eles fossem eh pessoas respeitadoras né, pessoas honestas. Então, tudo isso ensinava, desde pequeno nunca menti para eles. Eu lembro que o mais velho falou assim, mãe, eu vou tomar vacina, não vai doer? Aí eu olhei para ele e falei, vai sim vai, vai doer sim. Só que não é muito, dá para aguentar. Então, até hoje, tudo que eu falo para eles, eles... Eles acreditam, porque eu não minto para eles. Então, eu queria construir uma família assim, na verdade, sabe? Da realidade. E eu acho que eu fui muito imprudente, <laughs> você não acha? Foi mais Deus. Acho que ele olhou e falou, não, é o que ela está querendo. Vamos ca trazer ela para cá, né?
E aí, hoje em dia, eu sou muito feliz. Tem mais alguma história sobre seus filhos que você gostaria de contar? Deixa eu ver. Seu marido aceitou os nomes tranquilamente?
Aceitou. Meu Ele é uma pessoa boa, sabe? É uma pessoa maravilhosa. Então ele estudou também. A gente tem aquela coisa meio que... meio que uma afinidade até, né? Eu lembro que uma vez eu estava dormindo e eu estava com vontade de comer peixe. Aí eu acordei e falei, ah eu vou lá no Parque Dom Pedro, tem um mercadão lá. Eu falei, eu vou comprar um peixe. Eu morava na Vila Sabine nessa época. Aí quando eu fui lá, quando eu voltei, eu carregava o neném no canguru. Aqui, dois pacotes em cima da mesa, ele trabalhava à noite, né? Falei, caramba, quem será que é isso aqui? Quando eu olhei, dois peixes enormes. Falei, espera aí, de que você comprou esses peixes? Aí, eu não sei, eu estava dormindo e me deu uma vontade de comprar esses peixes. Eu levantei e fui comprar. Então, a gente tem essa coisa, sabe? Essa ligação. Pena que ele não... Não sei, a gente não consegue entrar em sintonia. Só isso.
E nessa época da Vila Sabrina, foi... Agora você mora na mesma casa que você mora há quanto tempo?
Lá eu moro desde noventa e dois, porque esse esse esse fato aconteceu em noventa e Logo que você mudou para essa casa, o que aconteceu? Foi antes. Porque eu morava lá na Vila Sabrina, naqueles prédios da Coab, né? E foi lá naqueles prédios que aconteceu isso.
Lá na Coab? Na Coab. E como que era a sua vida lá, na Vila Sabrina?
Ah, eu gostava, né?

Tratava o meu filho com todo carinho, todo respeito. Aí as vizinhas falavam assim, mas os seus filhos são os príncipes. Aquilo, nossa, era uma injeção de ânimo para mim. Eu levava no médico, médico elogiava, mas quis criança bem cuidada. Era assim que eu achava que tinha que ser, que as crianças devem ser cuidadas, você está entendendo? Então era muito bom.
E quando você chegou em São Paulo, porque é bem diferente né lá da Bahia, você lembra das suas impressões, assim, o que você achou quando você foi lá para a Vila Sabrina? Como que era? Ah
Quando eu cheguei aqui, eu não fui para a Vila Sabrina. Eu fui depois, eh primeiro eu morei no pensionato em Pinheiros, né? Aí depois eu comecei a estudar, depois eu vim morar no centro de São Paulo, aluguei uma kitnet, né? E aí eu me inscrevi na Coab. Aí eles sortearam lá o meu nome e saiu esse apartamento para mim. Foi daí que eu fui... Depois que eu já estava morando na Coab, foi que eu me casei. Aí eu achava que eu já estava preparada, né? Já entendia do assunto de ser mãe, entendeu? Já tinha <laughs> uma moradia. Porque não é fácil, não, ser a pessoa... Para ser mãe, acho que é uma arte, não é, não? Eu não sei ainda. É, mas é. Então eu olhava aqueles rostinhos assim e falava, eu tenho que respeitar todos os direitos dessas crianças, meu Deus, porque eles têm o direito de ser felizes, né? De ir para a escola. Quando eles iam para a escola, assim, eu acompanhava as liçõezinhas de casa e ele nunca pegou no meu caderno nem para olhar. Aí chegou uma época que o mais velho estava com dificuldade, né? O professor falou, vai repetir de ano. Eu falei, mas como ele estava tão bem? Aí eu mandei ele ler. Eu não conseguia nem escutar direito o que ele estava falando. A cabeça totalmente aérea. Aí ele começou a ler, eu vi que ele não sabia dividir as sílabas. Olha como foi bom ter estudado um pouco, né? Pelo menos para ensinar o filho, serviu. Aí eu comecei a fazer di eh ditar as coisas para ele, começou a escrever. Depois ele foi lá, conseguiu tirar um dezão e passou. E ela depois comentou. Não sei como ele conseguiu, porque ele é muito inteligente, aquele Tales. Ele é muito inteligente. Quando ele era pequenininho, ele tinha uns dois anos, ele chupava o dedo, né? Ele era apaixonado por atlas geográfico. Eu tinha uns dois lá em casa. Depois ele ele devorava aqueles atlas. Ele sabia todas as ruas. Foi difícil tirar ele de de querer saber coisas sobre atlas geográficos, ele nem tinha idade para isso, né? E ele cresceu assim. Ele é muito inteligente. Eu falei, não, eu acho que alguma coisa está fazendo errado. E depois era isso. Ele não sabia dividir as sílabas. E teve outras uh algumas outras vezes também que ele ficou mal, inglês, tudo. Aí eu acompanhava ele, professor particular. Eu acompanhei a vida escolar deles todinha. Esporte, jogava um basquete, né? Eu ia, levava ele ao nutricionista, comprava eh aqueles complementos alimentares, tudo. Aí depois que o meu marido começou a achar que não estava boa a situação para ele, aí as coisas começou a mudar, né? Esfriar um pouco. Mas acho que é natural, né? Sempre esfria mesmo.
Isso ainda lá na Vila Sabrina?
Não, aqui em Guarulhos.
E como que vocês mudaram da Vila Sabrina para Guarulhos?
É, ele começou a reclamar, né, que a casa era pequena, que os meninos não tinham espaço para brincar, que ele não não gostava da casa, do apartamento, a gente sempre viveu na roça também, que lá Paraná eles moravam. Aí a gente resolveu vender e comprar uma casa térrea aqui em Guarulhos. Foi assim que a gente mudou.

E como que é essa casa? É um sobrado. Tem dois dormitórios em cima, tem um um banheiro, né uma área bem grande que eu gosto. Lá eu fa eu faço as minhas meditações, né mexo <laughs> com as coisas aqui. Artesanato, eu gosto de mexer com artesanato. Então, lá é o lugar da bagunça. E tem a cozinha embaixo, tem a sala, tem uma casa nos fundos. Tem a garagem, né? Eu mandei colocar tudo tijolinho à vista na frente, assim. Era um sonho que eu tinha, né? Ele não ligava muito para casa, assim. Então, depois que ele foi embora, eu mandei para um Tijolinho à vista, eu queria janelas, tudo. Assim, em em parte, ela está bem do meu gosto. Eu só não gosto do jeitão que ela é por dentro. Tem uma escada meio desengonçada, assim, eu não não estou feliz com aquilo. Aí o meu sonho é fazer uma planta e comprar um terreno e fazer uma casa do meu jeito, sabe? Com bastante espaço. E é assim que eu posso entrar pela frente, pelo fundo. Eu gosto de espaço, de liberdade.
E seus filhos moram com você aí?

E Rita, você já começou a me falar um pouquinho do seu sonho, né? De mudar a sua casa, assim. O que mais que você agora, daqui para frente, né? Você passou por um momento de mudança da sua vida. E o que que agora você gostaria que acontecesse, que você corre atrás, que você sonhe em realizar?
Olha, o que eu estava correndo atrás até então era tornar pública essa história. Não a história assim em si, mas o que Deus fez na minha vida, né? Porque as pessoas não... Sei lá, acho que não acreditam muito em Deus, que tem mu muita coisa ruim acontecendo no mundo, né? A gente vê que é falta de fé. Então, eu queria falar que não, Deus existe e Ele cumpre com as promessas que Ele faz. O que está escrito na Bíblia, a gente não deve nunca nunca duvidar dEle. Ele existe realmente, porque Ele operou na minha vida e eu não tenho religião. Nossa, o que pinta de gente querendo que eu eh que eu comece a ser de uma religião ou daquela outra. Mas eu acho que a religião não é bem a religião que salva a pessoa. Eu acho que é aquilo que existe dentro de você, aquela força de vontade, né aquela certeza de que Deus existe, que você é importante no universo né. Se Deus criou você em imagem e semelhança dEle, é óbvio que você é importante. Que você é uma pessoa completa. Né? Tem gente que fala, hum mas... A gente não é perfeito, mas na essência acho que a gente é, sim. Eu tenho constatado no meu dia a dia que que realmente nós somos perfeitos na essência. E você ainda vai no planetário? Ah, agora, não tem mais graça, não. Sabe por que não tem mais graça? Porque né logo no começo, quando eu quis me juntar com o universo, como eu estava te contando, então foi no primeiro dia que eu ouvi o ouvido cheio de água né, eu fui lá no centro, na tarde, toda feliz, né? Toda feliz, estava conversando com o meu protetor, tudo. Aí, no caminho, eu cochilei no olho, mas sem cochilar. Não cochilar, fechei os olhos assim. Aí eu senti que fui levada lá para cima. Eu fiquei no no topo de uma esfera. Eu via várias outras esferas assim, sabe? Muitas mesmo. Aí eu pensei, ah, se tivesse um telescópio, ai, Deus, vontade de ter um telescópio. E aquela voz de um, todo mundo me falava, por que você quer um telescópio? Ele falou para mim Aí foi assim, aí eu fiquei bem pertinho das esferas. Só que aí não conseguia ver nada lá dentro, né? E eu na no topo de uma outra esfera. Eu via bem que era uma esfera. Aí eu falei para ele assim, agora ele falou, vai. Aí eu falei, eu posso ir? Ele falou, pode. Aí eu me lancei no espaço. Tudo isso era mental, só uma coisa mental. E quando, daí eu não voltei mais. Foi daí que eu comecei a murchar, como se tivesse assim, meu meu filho sempre fala que é um efeito, como é que ele fala, meu Deus? Alguma coisa química, né? Que você estimula num momento ali e depois aquilo começa a desaparecer.
E nisso você estava no trajeto do ônibus? Estava dentro do ônibus. E quando você acordou, você se lembra?
Eu não estava dormindo, não.
Ah, eu me lembro, Ju. Só que eu estava eu fiquei muito feliz, sabe? Agora você não consegue imaginar uma felicidade plena, que você gosta de chuva, gosta de sol, de luz, qualquer coisa para você, maravilhoso, né? Então, eu eu fiquei assim. Teve um tempo que isso era muito forte dentro de mim, agora já não é tanto, porque eu tenho que depois que o marido foi embora né, eu tive que me eh me voltar um pouco para para dentro de casa, prestar atenção dos meninos, podia deixar a peteca cair. Então, eu fiquei um pouquinho desligada, mas sempre que eu tenho um tempinho, eu coloco uma música, daquelas que eu te falei que eu gosto, e aí eu viajo. Eu viajo <laughs> no tempo...
Rita, tem mais alguma coisa que você gostaria de contar, que você se lembrou, que a gente não tocou no assunto? Alguma história legal que você lembre e que queira registrar também?
Não, acho que não.

Eu falei do Jesus, né? É, teve também. Tem tem umas uma uma uma algumas coisas que aconteceram que foram muito importantes, né? Como, por exemplo, quando eu sa caí daquele inferno que eu te falei que eu saí, aí teve dia que eu quase morri, aí eu sentia que eu ia indo embora. Teve dia que eu falei, Jesus, Jesus eu vi, passou, sabe? Rápido assim, aí eu voltei rapidinho. Outro dia eu estava dormindo, um pesadelo, parece que eu ia entrando dentro de um túnel, sabe? Eu escutava aqueles barulhos, aquela coisa me arrastando. E eu, Jesus, Jesus, e ele apareceu no sonho, né? Assim, de longe. É um rapaz comum, uma pessoa comum. Aí ele falou, o que que é? Daí eu não lembro o que eu falei para ele. Eu sei que eu acordei e nunca mais tive pesadelo. Porque quando eu era criança, eu tinha muito pesadelo. Não sei se é por causa do sofrimento, né? Os meus primeiros anos de vida, eu acho que foram muito sofridos, porque eu tenho queimadura na numa na perna direita, na esquerda, que eu não me lembro como que aconteceram, né? Se eu caí no rio, fui vítima de afogamento, eu tenho cicatriz nas mãos, tudo. Foi nos meus primeiros anos. de vida, eu acredito, né? E eu acho que é por isso que eu tinha aqueles aqueles pesadelos horríveis. Quando eu dormia, eu sonhava com monstros, com dentes enormes, unhas, vinham para me agarrar, sabe? E eu corria no meio da mata. A gente morava na mata, né? Então, eu começava a correr, de repente um cipó emba enganchava nas minhas pernas, eu caía, ainda bem que eu acordava a tempo do do monstro me devorar. Outra vez, eu ia indo assim, aí... Eu vi um rio, sabe? Era um pântano. Tinha vários redemoinhos assim. Então, eu falava assim, bem, eu vou no sentido oposto, porque eu não corro o risco de cair nesse redemoinho, né? Que nada, quando eu vi, eu estava na beirada do do do do redemoinho, eu fui senti até ele puxando o meu pé. No sonho? No sonho. Outro dia, eu tive um sonho também curioso ah. Esse é o primeiro sonho que eu tive que eu me lembro. Diz que eu estava no quintal da da casa da minha avó, com outra criança. Aí, quando eu olhei quando eu saí no quintal, assim, estava o sol, ah as nuvens, tudo em cima da dos pés de laranjeira que tinha no fundo. Nossa, aquilo me causou tanto medo, aí eu falei para o para a coleguinha do lado, eu falei, nossa, o mundo se acabou. Aí eu acordei, eu acordei suada, tremendo, nunca esqueci desse sonho. Porque eu vi o sol, estava quase ao alcance da minha mão.
E, Rita, você voltou para a Bahia alguma vez, assim, depois que você veio para São Paulo?
É, eu fui lá uma vez buscar um um de um documento, né? Mas... Mas eu não tenho mais. Minha mãe mora aqui. Outra parte da família tem uma que mora no Mato Grosso, outra que mora no Rio de Janeiro. Eu só tenho uma irmã que mora lá. E como foi essa viagem? Ah, não sei. Normal, assim, não não teve nada de interessante, não, porque aqui o sistema que a gente vive é diferente, né? É a correria e tal, lá o pessoal é muito calmo, e todo mundo vai dormir depois do almoço, então você fica meio sem graça por lá, né? E foi isso, não teve nada assim de de especial, não. Isso
E sua mãe, ela você visita ela? Ela mora perto de você?
Mora em Santo Amaro. Hoje mesmo ela ligou para mim. Parece que estava adivinhando que eu ia contar essa história, que eu acho que ela não vai nem... Não sei nem se ela vai achar bonita ou feia, né? Mas não importa, a história é minha, né? Eu devo estar contando, sim. Será que eu tenho mais alguma coisa para contar? Deixa deixa eu vasculhar a minha memória aqui. Vou esperar tanto tempo, né? Tenho que aproveitar <laughs> eh. Não, acho que não. É, o que tem eh o que mais me incomodou quando eu me tornei maior de maior de idade assim foi o fato de eu não ter o registro de nascimento, de eu não ter o nome do meu pai nos documentos. Então, eu eu tinha vergonha. Nossa, eu não me relacionava com ninguém, até eu contar que eu não tinha pai. Tinha que acontecer tudo isso comigo, né? Que eu não tinha nem documento. Foi duro, menina. Foi Foi um trabalho e tanto que eu tive que fazer para resgatar todos os valores que eu achava que eu merecia, que eu tinha direito. Mas graças a Deus deu tudo certo. E você foi atrás para se registrar? Não, a minha irmã foi lá e fez meu registro.
Foi.
Aliás, eu nem sei como foi que deixaram... Eu eu vim para São Paulo sem sem documento. Você viu como que antigamente era diferente? Então
Você veio como de ônibus? Viemos de ônibus.
Você quer que eu me lembre de mais alguma coisa? <laughs> É duro que se tem alguma coisa que eu devo contar aqui. Acho que não.
E atualmente, então, você continua fazendo suas comidas? Faço eu gosto muito de cozinhar.
E com quem você aprendeu a cozinhar? Ah eu Primeiro eu trabalhei naquela pensão que eu te falei, né? Depois trabalhei numa em padaria, tinha aprendi a fazer salgado. Eu gosto muito de fazer salgado. E eu não sei, é uma coisa da gente. Na minha família tem essa coisa. Minhas irmãs cozinham bem, eu também. A gente tem uma mão muito boa para para a cozinha. Às vezes eu penso assim em fazer outra coisa na vida, artesanato. Eu comecei a fazer curso de biscuit. Mas aí, eu não sei, tem aquela coisa que fica puxando para a cozinha, sabe? Não, mas dá uma dó de parar que eu fa vendia coxinha, lá o pessoal comia. Agora não podem me encontrar na rua. Você não vai vender mais coxinha, mas está fazendo muita falta. Então, tudo isso me me leva de volta à cozinha. Mas eu eu eu tenho eu tenho pensado, mesmo que você perguntou para mim se eu tenho alguma coisa assim importante né que eu pretendo fazer, não foi isso? Olha, uma delas eh é mudar. Eh ao invés de fazer salgado, começar a fazer artesanato, alguma coisa nesse sentido. Porque eu cansei, trabalhei acho que uns oito anos com salgado, fiquei cansada. E quem que comprava seus salgados? Todo mundo. O pessoal do bairro? O pessoal do bairro. Então, do ônibus mesmo, uma vez a minha colega falou, não semana estava no ônibus tinha um homem falando bem alto, que sabe que aquela mulher que vende coxinha na ponta da feira, que eu pus uma banca lá na ponta da feira, né? Aquela mulher, nossa, mas é a melhor coxinha da região. Mas também eu caprichava muito, porque esse sentimento de fraternidade que eu estou tendo, né? Então, eu fazia tudo de primeira, como se fosse para mim. Se cair uma azeitoninha no chão, põe no lixo, né? Porque uh a pessoa não tá vendo você fazer aquilo, mas a sua consciência sabe que está errado, né não? Então, eu tomo eu tomo muito cuidado nesse sentido. Que nem gordura também, tiro todo os peitos de frango, eu tiro todas as gorduras, porque eu sei que é prejudicial, né? Dá aumento de colesterol. E eu faço tudo com muito respeito, com muito cuidado para as pessoas.
E aí você colocava uma banca na feira?
É aos sábados, tem a feirinha lá perto de casa, eu colocava. Aí eu comecei a ficar doente, com pressão alta. Depois que eu separei, eu fiquei assim, com pressão alta, colesterol. Eu chorei muito, né diz que pressão, diz que, fiquei com começo de diabetes, diz que diabetes é mágoa, né? O pessoal fala. Então, depois que eu separei dele, eu comecei a ficar com a com a saúde meia comprometida, assim. E o sol muito quente, eu parei de vender na feira. Não sei se eu vou voltar, só Deus é quem sabe.
Legal, Rita. Acho que é isso. Se você quiser falar mais alguma coisa... Não, acho que não.
Só quero agradecer a vocês né pela oportunidade de dedicar essa gravação àquela pessoa que eu te falei, a Juventina. A Juventina era um anjo aqui na Terra. E e só isso. Também não não não critico ninguém assim que Que não foi bacana comigo, né? Eu acho que fizeram mesmo por ignorância. E a gente tem que compreender, né? Que quando acho que quando a gente começar a compreender que todo mundo é importante, isso vai cessando. Mas aí você vai ter que fazer um trabalho, que nem eu fiz, não é? Vai ter que regar essa manga e começar a se modificar você mesmo por dentro. Porque isso não vem do nada. A pessoa fala assim, hum mas a pessoa não consegue. Consegue. Se ele quiser, ele consegue. Eu consegui Eu paguei um preço alto, mas, graças a Deus, eu consegui. E pode servir de exemplo para outras pessoas, não é? As pessoas não devem desanimar, ter medo de de de correr atrás da realidade de Deus, né? Deus é a realidade. Então, a gente não deve viver na ilusão de achar que não, que eh que o mundo é dos mais espertos. Tem esses esses provérbios, né? O mundo é dos mais espertos, não sei o quê. Então, acho que não é bem por aí Aí. A gente tem que ser o máximo possível na vida honestos, coerentes, Eu eu acho que ah a coerência está acima de tudo na vida da gente.
Então é isso. Obrigada, Rita, por contar um pouco dessa história para a gente.
Obrigada a vocês pela oportunidade tá. Desculpa, não sei se se se vai se vai ser alguma coisa assim que que vai ser bacana né para ser ouvido, divulgado, mas a ideia foi essa. É isso. Obrigada.